Bom dia. Obrigada por estar aqui. Não. O prazer é meu. <laughs> Diz para gente o seu nome completo, cidade e e local de nascimento, aham, data de nascimento, por favor. Tá.

Então, como dizem, paulistano da gema.

Oito de junho.

De meio a cinco, meia cinco. Geminiano. Geminiano <laughs> é, tem aquelas Dizem dizem que geminiano tem os dois lados, né. ãh, um lado meio introspectivo e um lado meio mais solto, ãh Acho que eu sou meio assim mesmo <laughs> Sou um geminiano típico.

Seus avós...? a
Até onde eu tenho conhecimento, até onde eu tenho conhecimento, até o meu bisavô são todos nordestinos, aham, eh... Meus bisa, meu bisavô, meus avós são de Pernambuco, minha mãe também, né, meu pai é paraibano. Então, até essa geração, eles são, até onde eu tenho conhecimento, né, eles são do Nordeste. Ãh.

aham, sete filhos.

E meu pai também veio. Embora não ãh não tenham não eram casados ainda, foi aquela coisa de idas e vindas, encontros e desencontros, né?

E eles vieram para cá por quê...?
Ah, melhores condições de trabalho. Porque lá no Nordeste era aquela coisa, era trabalhar na roça, criar gado, condições de vida carentes, não tão, não tinham perspectiva de vida. Resolveram vir para cá buscar melhores condições de trabalho. Infelizmente deu certo, que cada um dentro da sua possibilidade conseguiu ãh progredir na vida, né? Conseguiu ter a sua própria casa, o seu próprio negócio, né? meu pai

Sabe? sei, sei Meu pai, meu avô trabalhava lá, ãh, arrumou emprego para o meu pai.

Trabalhou lá meu meu avô já se aposentou.
Ele é cozinheiro?
É, cozinheiro, ah... Cozinha muito bem, <laughs> né? Cozinha bem <laughs> ah E... meu avô trabalhava lá primeiro, né? Meu avô veio antes, né?

Aí meu pai veio depois com minha mãe, já casados, né?

Meu avô saiu, foi montar um negócio próprio, um bar, que tem até hoje, inclusive. Olha que loucura. Meu, olhar, avô tem oitenta e nove anos e tem o barzinho dele ainda.
Nossa, aonde?

Depois trabalhou um tempinho como porteiro e agora está aposentado de vez, ãh Está só descansando.
E a sua mãe ?

Trabalhou durante trinta anos também, já aposentada também. E... fizeram o possível e o impossível para nos criar, né, aham. Nos deram boa educação. Quantos irmãos são? Nós somos em quatro, quatro... Uma irmã mais velha, depois eu. Eu tenho dois irmãos mais novos, aham. Todos nascidos aqui, tá.
E aí, como é que era o bairro, assim? O que você lembra assim do, ah, a gente

Ãh, a gente ia paquerar, mas na a minha infância era aquela coisa, jogar bola, empinar pipa, carrinho de rolimã, eu adorava carrinho de rolimã. Me arrebentei muito com o carrinho em rolimã, ãh Era muito legal. O que a gente mais fazia era jogar bola. A gente jogava bola o dia inteiro, né. Fazia aqueles gols com pedra na rua, juntava a molecada e ficava jogando bola o dia inteiro, até a noite, aham. E... <inhales> eu lembro até hoje, quando chegou o asfalto na região. Isso acho que mais ou menos em setenta e dois, eu acho. Era um garotinho. Quando asfaltaram a rua, uhum, que não tinha asfalto ainda, né? ãh Quando asfaltaram, lembro do pessoal chegando, assim, os caminhões com com com com com toda pedra, com piche, coisa e tal, fazendo o asfalto da rua, aham. Era muito, muito legal. E em frente a minha... onde a gente morava, era um terreno baldio. Que hoje tem lá os sobrados, já feitos, mas eh... era um terreno baldio que a gente brincava e tinha assim, <laughs> quando chovia, inundava e a gente ficava nadando ali. E minha mãe achava aquilo horrível, né, dava, batia na gente direto. Ãh, a <laughs> gente apanhava direto. Então era era muito legal. Assim... A... A gente jogava bola, andava de bicicleta, carrinho de rolimã. Era muito legal.
E a casa, você lembra como que era a casa?
Era uma casa bem simples.

O bar ficava na frente e no fundo, que era que é um terreno grande, eles estão lá até hoje ainda, né? É um terreno grande em que ele construiu várias casinhas, né? Então, construiu... Em cima do bairro, ele construiu uma casa. Mais para o fundo, ele foi construindo outras casas. E nós morávamos lá, numa casa do fundo, sei. Era uma casa simplesinha, né? E... Assim, a gente foi... Meu pai e minha mãe foram fazer... Compraram um terreno próximo ali. E, à medida à medida que o tempo ia passando, a gente ia... Foi construindo uma casa. Era uma casa simplesinha, mas a gente a gente gostava bastante, claro. Uhum.
Sua casa, né? Sua casa. E é uma família grande, então. Todo mundo morava lá. Ah, como é que era esse cotidiano assim da vida ali?
É, porque à medida que foram os tios casando, né, todos eles foram comprando suas casas e saindo fora. E... eh... os primos também. A gente tem primos assim Eu tenho primos de uma idade mais ou menos como a minha, né. Estão na casa dos quaren ãh. Então eu tenho primos na mesma faixa etária que eu. E era assim, aquela coisa de família grande mesmo, de almoçar junto no domingo, faz aquela mesa com todo mundo, né? Os primos, aquela falação, aquela aquela coisa de todo mundo brincando e <laughs> voando Coca-Cola, sabe? Era muito legal. Aí, à medida que cada um foi construindo sua casinha, né? Foram... Foram eh eh compra construindo suas casas, comprando suas casas, todo mundo foi saindo e meu avô passou a alugar. Essas casas para as outras pessoas. Sei, então, hoje, ninguém mora lá. São todas casas alugadas. Tá. Você lem
Você lembra de algum lugar específico, de uma cena dessa época, assim? ah, sim é comum

É como eu falei agora há pouco, né? Porque teve um dia que tinha chovido muito. Em frente à minha casa tinha essa lagoinha, né? Esse terreno baldio, que quando chovia, alagava. Aí tinha chovido bastante, né? Eu tinha tomado banho, né?

Vai lá chamar sua irmã, porque os outros dois eram menorzinhos e já estavam em casa. Então eu e minha irmã, né? Mais velhos. Aí, onde é que está sua irmã? Falei, acho que ela está brincando lá fora, na rua, né? Mas na chuva e coisa e tal. Vai lá chamar sua irmã. Quando eu vou chamar minha irmã, ela estava brincando com meu outro primo na lagoa. <laughs> Estava lá nadando e coisa e tal. <laughs> Aí, o que aconteceu? <laughs> Ah, vem brincar também. Eu já tinha tomado banho. Ó que doideira. <laughs> Eu já tinha tomado banho, vem brincar também com a gente. Ah, não pensei duas vezes. Pulei também, comecei a brincar. ãh. Quando minha mãe chegou, nossa! inesquecível A minha mãe bateu na minha irmã e a minha tia bateu no <laughs> meu primo, nossa Foi assim, hilário, hilário. E fora as brincadeiras na rua também, onde Ficava entre duas ruas ãh que elas faziam a ladeira, né? hum Duas ruas paralelas, hum, que elas faziam a ladeira. Então, lá de cima, o que a gente fazia? A gente pegava as bicicletas e descia a rua, sabe? E eu tinha uma bicicleta sem freio. Isso com uns dez anos de idade, dez, on Dez, onze anos de Tinha uma bicicleta sem freio. <laughs> Aí, o que que que eu fiz uma vez? Fui, subi ãh subi no alto da rua, desci sem freio, não consegui parar, né? Só fui parar no portão da <laughs> casa do vizinho.
Nossa... <laughs> e como foi o estrago em você? ah, foi
Foi sobreviver, sobreviver, <laughs> A testa arranhada, né? Tenho uma cicatriz aqui até hoje, né, de uma brincadeira também. E... consegui sobreviver. Foi assim <laughs> Você descia a ladeira sem freio também, né? ãh <laughs> Tem que ter coragem ou ser no mínimo louco, né? <laughs> Eu acho que eu era mais louco do que corajoso.
E... e... a escola? Como que era? era ali perto?
Ah, eu...

ãh, é no bairro? é É. Pertinho de casa também, ah Bem pertinho. Fiz lá até a sexta série, do primário.

Também é próximo ali, hum.

O legal da da assim da da escola são os amigos, né, você jogar bola no final de semana, né, as festas juninas que eram muito legais, ah, é? a gente organizava quadrilhas assim para para participar da da festa, era muito legal. A gente organizava e os professores gostavam demais, todo mundo ficava feliz e é uma coisa que eu tenho saudade também. Quando eu passo em frente ao colégio, eu lembro das festas, né, que não sei nem se acontece ainda, mas dá saudade.
Você dançava, quadrilha?
Ah, gostava. É Gostava, na hora do trenzinho lá, do do do ... Olha a cobra, olha o... <laughs> Era muito legal, a gente fazia uma festa. A gente fazia uma farra, isso assim, adolescente, né? aham, quatorze Treze, quatorze anos, era muito legal. A gente se, fantasiava. Fora as outras festas que rolavam também, assim, Festa de estudante, né? Chamavam as bandas de amigos nossos para gente tocar. Nessa época eu não tocava ainda, né? Eu vim tocar depois. Você tocava o quê? eu... Eu... sou contrabaixista. Ah, é? É. Já tive... toquei várias bandas, né? ãh Sou contrabaixista. Comecei a tocar em... oitenta e cin.
Sim, mas na escola você já tocava?
Não, foi pouco depois. Ah, foi depois de ter saído da escola, do do infante, né? ãh Comecei a tocar, ãh Tomei um fora de uma garota. Loucura isso, né? Ao invés de encher a cara, fui comprar um contrabaixo. Não sei <laughs> o que que me deu. Não sei o que que me deu. Foi melhor, né? Foi melhor! Foi melhor. Pelo menos eu acho que foi bem, foi bem melhor. Comprei o contrabaixo, comecei a tocar. E... eu estava até mostrando para as meninas a algumas fotos minhas com com uma das minhas bandas, ãh, na região ali do Bixiga. Eu toquei ali durante um... um ano. Um ano. Um amigo meu criou um bar, né, que hoje também não existe mais, né, ãh, o cara Eu tinha tinha uma banda, né, me chamou para tocar.

E falou, vamos, você quer tocar? Vamos vamos levar essa ideia adiante? Falei, vamos nessa, né? ah

Aí o bar inaugurou em ãh ... o bar inaugurou em oitenta e nove. Então de oitenta Então, de oitenta e nove até noventa, toquei nesse bar e tocava nos outros bares da região. Também foi muito legal. Conheci muitas garotas. Tomei <laughs> muito fora também. Enchi muita a cara. Era muito... <laughs> Também me diverti bastante.
Vamos voltar um pouco de novo lá para para o momento lá da escola.

Então, lá eu fiz sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro colegial. Me formei lá.
E lá que você começou a se interessar mais por música?
É, isso foi... É, é. Porque me formei, o meu colegial foi até oitenta e três, por aí. Aí eu comecei a tocar em oitenta e cinco. É, que eu comecei a fazer parte de um grupo de jovens. Uma igreja, ah, né?, tá.

Aí, assim, a gente, muito jovens e coisa e tal, né? Tinha o cara que tocava violão na igreja, né? A gente cantava e ele tocava. Falei, pô, o cara toca legal, né? Poxa vida, que bacana, né? Será que é difícil tocar? Será que é muito complicado tocar? E ficava aquele burburinho assim, ah, vamos formar uma banda? Vamos formar uma banda? Ah, não, é difícil. Ah, vamos formar uma banda, vai. E eu dando uma pilha nos caras e os caras nada, né? Aí eu falei, pô, mas eu ainda quero formar uma banda. Quero formar uma banda, ãh Quero tocar, quero tocar guitarra, tocar... tocar contrabaixo. Bom, se bem que a ideia era tocar guitarra, não era nem tocar contrabaixo, porque tocar guitarra que era o... que da que ia ser o charme, né? uhum Que a mulherada gosta, né? <laughs> Então, aconteceu isso, comecei a namorar uma garota, tomei um fora dela, Falei, puxa.

É. Fui dar uma volta no centro, né? Estava assim, cabisbaixo, né? Pô, tomei meio fora, e agora, né? Não vou conhecer mais ninguém. <laughs> Você fica com esses com esses traumas, né? Pô, não vou conhecer mais ninguém, vou <laughs> morrer sozinho. Tem essas besteiras.

Aí subi lá no quarto andar, que eu acho que era o setor de música. Vi lá a guitarrona, falei, pô, Faz tempo que eu quero tocar. Ah, então vamos tocar. Comprei a guitarra na hora, no, duas semanas e depois já estava fazendo aula já. E as coisas foram assim, que foi também naquela época de da redemocratização, né? oitenta e cinco... Uhum. Rock in Rio e coisa e tal, então começaram a surgir milhares de bandas, né? O rock nacional teve aquela explosão toda, então começaram a surgir bandas, a gente até brincava que dizia que tinha uma banda em cada esquina. Só no meu bairro ali, nossa, tinha uma banda em cada esquina praticamente, era uma loucura. Então, veio nessa época também, oitenta e cinco, comecei a tocar, né? Comecei a tocar guitarra, aí conheci uns rapazes do meu bairro mesmo, que tinham o interesse de fazer, montar a banda, aham, só que eles estavam sem baixista. Assim, se você não quer trocar a guitarra pelo contrabaixo, eu falei, quatro cordas deve ser mais fácil de tocar, né? Pensei assim, quatro cordas são duas cordas duas cordas a menos, deve ser mais fácil de tocar. Aí me apaixonei pelo contrabaixo, tive vários contrabaixos, fui roubado também, tive... fui roubado na... na... nove de julho.

Fiquei assim, e o dinheiro que eu tinha ganho na noite. Fiquei arrasado também, mas depois eu comprei outro, depois vieram outros, não me roubaram mais nenhum, felizmente <laughs>
E você já já tinha começado a trabalhar nessa época?
Nessa época, sim, sim. Eu comecei a trabalhar com quatorze Com quatorze anos, o que você fazia?

Comecei a trabalhar metalúrgica e... Fazendo o quê? Eu era Eu era... essa essa empresa, a primeira que eu trabalhei era a empresa de cabos elétricos. Então, eu trabalhava fazendo tomadas elétricas, tomadas de de A tomada que coloca no tubo, sei Sabe? Então a gente... trabalhava numa máquina, aham, que você colocava os pinos, injetava o plástico e saíam as tomadas assim. Trabalhei nessa fábrica durante seis anos. De oitenta e um a oitenta oitenta e Então depois disso... Já estou praticamente pronto para me aposentar, é Mas vou trabalhar um pouquinho mais ainda.
E como era trabalhar com quatorze anos? Você adquire responsabilidade, né? Era comum no seu grupo de de amigos?
Eu acho que a minha geração toda ãh começamos todos muito cedo. Todos muito cedo. Porque a gente tem que adquirir responsabilidade cedo, né? uhum Acho que hoje a minha filhinha tem onze anos, né? Não sei se ela vai querer traba Bom, espero que ela trabalhe <laughs> cedo também, né? Espero, espero que não se acomode. Vivo falando para ela que não vai, que nós não vamos sustentar ela a vida inteira. Bom, enfim, isso é outra história. E a gente... Tinha que ajudar em casa também, né? uhum

Minha irmã trabalhava nessa empresa, num setor pessoal, ela me arrumou na na fábrica, uhum. Aí eu fiquei nessa empresa durante seis anos, saí depois, aí assim, trabalhar com o Office Boy, trabalhei em outras empresas metalúrgicas e acho que a responsabilidade veio cedo. Ajudar em casa era fundamental, né. Eu agradeço meus pais pela educação que eles nos deram. A gente não teve vida de luxo, não tivemos vida de luxo. Você tem uma ideia ãh no houve um natal que eu ganhei um gibi de histórias em quadrinhos como presente de natal. Eu fiquei super contente, porque é o que eu queria mesmo né. Dentro da das possibilidades dos meus pais, aham, era maravilhoso. Então, assim, a gente não teve vida de luxo, mas foi uma vida bem gostosa, sei Comecei a trabalhar com quatorze anos e já adquirindo responsabilidade cedo.
E com quatorze anos, o que você fez com o primeiro salário?
Eu acho que comprei roupa. Comprou roupa. Se <laughs> não me engano. Eu comprava camiseta para caramba, ãh. Comprava camiseta. Adoro camiseta, né? Adoro camiseta. Comprova Nossa, comprava camiseta, bermuda, calça. Dava um dinheirinho para minha mãe, né? aham. Claro, aham. Mas adorava comprar roupa. Adorava comprar roupa e ia muito no no centro, né, que tem umas lojas maravilhosas ali, aham. Então comprava muita roupa e até vira essa vontade de tocar em oitenta e cinco, né? uhum Depois, a gente...mudei um pouco o foco de roupa para instrumentos musicais. Porque o que <laughs> eu gastei de dinheiro com instrumento musical, nossa, é uma loucura, loucura. Eu gastei muito dinheiro. Comprei contrabaixo, comprei guitarra, ajudei um amigo meu a comprar bateria, nossa... Nossa, eu gastei muito dinheiro, hum. Não tive retorno, mas <laughs> fazer o quê? Não me arrependo, não.
E você lembra do nome das bandas?
Ah, tinha umas bandas muito loucas, ãh

Que é referente, se não me engano, dentro do Código Penal, é referente aos débeis mentais, ah... referente às pessoas que têm debilidade mental. Então a gente dizia que a gente era tudo louco <laughs> mesmo <laughs> <laughs> A gente era tudo doido, então ela tinha que ser artigo treze, ãh.

A gente ensaiava lá na casa de um tecladista que era playboyzinho, né? Então o cara meio burguesinho, então vivia cheio de menininha lá, era muito legal. Vivia cheio de garotinha na casa do cara. A gente começava a ensaiar, enchia de garotinha, né? E as menininhas dando em cima da gente, a gente fazia festa, sabe? Era muito, muito muito legal.

Recebia correio elegante, sabe? Gente lá no meio tocando, aí entravam no meio lá, esse correio elegante é seu. <laughs> <laughs> Bem louco <laughs> Era muito louco, muito louco. Lembra que até um dia, coitada, Tava fazendo correio elegante, a gente tocando, a menina entrou no meio, virei o contrabaixo, ela tomou uma no queixo. Que dó, deu uma dó da menina. Mas também foi entrar na hora errada, né? <laughs> A culpa foi dela <laughs> e Era muito legal.
E você compunha também? a
Ah, sim, a gente chegou a participar de alguns festivais, ãh Chegamos a participar de alguns festivais, né?
a letra?
Eu fazia a letra e o guitarrista, que era o cara mais assim eh... preparado musicalmente, colocava a música.

Mas assim, festival é aquela coisa, por mais simplesinho que seja, ãh, o ganhador já está definido. Ou é a banda do primo do dono do conservatório, ou alguém que de repente, contribuiu de alguma forma, né? Então a gente participou de alguns festivais, mas só mais por participar mesmo. Ganhar, nunca. Mas valia a participação. E, inclusive, até algum tempo atrás... Eu estava em casa, né? Aí chegaram dois caras lá com quem eu tinha tocado, ah Aí... Oi, tudo bem? Está afim de voltar a tocar? Falei, não, eu estava terminando o curso de jornalismo, né. Está afim de voltar a tocar? A gente está empolgadão. Inclusive aquela música sua lá, a gente fez um arranjo diferente para ela. Você quer ouvir? ué Põe aí, né? Fizeram um arranjo eletrônico <laughs> A música que era um punk rock virou <laughs> uma eletrônica. <laughs> Ficou muito legal. Mas, olha, bacana, vocês quiserem... Pode fazer o que quiser com essa música aí. Pode pegar a letra, faz o que quiser com ela que... Para mim, música agora... Por enquanto, não quero saber de música, né.
E você lembra dessa
Ah, era uma música que eu eh eu coloquei de homens poderosos, ãh, falando sobre como ãh... essas pessoas que estão no poder, como eles tratam ah ah ah as outras pessoas com preconceito, com discriminação, com com violência, né? Então era uma punk rock, uma música crítica, né? E... que a gente vivia ainda nessa época, né, oitenta e cinco, ainda havia aquela coisa Estados Unidos e União Soviética, né, as duas superpotências, aquela corrida armamentista. Então era mostrando como a gente correu o risco de, de repente, com um simples apertar apertar de um botão, o mundo explodir. Então era um punk rock bem bem legal, bem crítico. E pena que não estourou. Quem sabe um dia <laughs> Porque a música é atemporal, né? ãh É atemporal. E era bem legal, assim E a gente... a gente com essa música a gente participou de um festival Não ganhamos, mas valeu. Ficou assim a lembrança.
Você quer cantar um pedacinho dela?
Nossa, como é que é mesmo?

Esse era o refrão.
Bacana, é.
Era bem legal. Ficou bem legal mesmo. Pena que... Bom, quem sabe um dia. Ela está por aí. Ãh Está por aí, em alguma gaveta aí. Se algum dia eu encontrar... Se meu amigo quiser levar adiante, eu A música é sua. E é
E essa que eles remusicaram de novo, qual é? É essa mesmo.
É essa? ah, é essa mesmo.

O que eu fiz Eu compunha muito inglês também, mas, nossa, mas em inglês, assim eh...fazia muita música baba, sabe? Babinha. I love you <laughs> I can't forget you.

Essas coisas todas. Eu te amo, não posso te esquecer, aham. E... um... uma vez eu conheci um baterista mexicano. Falava inglês, bom, em fronteira com os Estados Unidos, e falava inglês super bem, né? uhum, uhum. Aí tava morando aqui no Brasil, que ele conheceu uma brasileira no México, vieram para cá, aí ia ser o baterista da minha banda, né? Aí ele pediu para eu mostrar algumas músicas para ele, no que eu comecei a cantar, assim, super babo, o cara, assim...

Tipo, muito, muito mela a cueca, sabe? <laughs> Muito ruim, sabe? <laughs> Assim, é horrível, muito, muito ruim isso. Porque em inglês fica legal, até fica legal, aham, mas em português, aham, fica brega, né? Fica brega. Aham, então, se bem que, bom, deixei as músicas para lá, ãh Pelo menos, por enquanto, aham, a música está um pouquinho de lado.
Então, essa música que você falou agora é uma música que tem uma crítica social, uhum, tem uma coisa... E como é que foi isso, assim, na sua vida? Você é jornalista, é isso? uhum. Como é que você foi para o jornalismo...?

Aí voltando à minha infância, ãh Sabe que eu sempre quis fazer jornalismo desde garoto? Sabe por quê? Não... Porque quando... Eu te falei que a gente jogava bola na rua, né? Molecada jogando bola na rua e coisa e tal. E quando eu não estava jogando... O que que eu fazia? Eu pedia para o meu pai pegar os cabos de vassoura e cortar a parte de cima, hum, sabe? hum. Cortava assim um pedaço e ficava fazendo de microfone, sabe? ãh... Então eu ficava narrando o jogo, né? Fulano toca para fulano, lá lá lá lá lá lá lá, go! Aí quando terminava o jogo, eu ia entrevistar os caras, ãh Aí assim, ficava entrevistando, né? Dando uma de repórter. anos, sabe? Aí alguns entravam na na brincadeira, outros ficavam assim, ó, o que esse moleque louco tá fazendo segurando esse pedaço de vassoura aí? <laughs> Está louco? ãh <laughs> Segurando o pedaço de vassoura? Então, alguns entravam na brincadeira, outros não. Então, essa vontade já, já vem desde. Eu não segui, assim, o o trâmite correto, né? Eu terminei o colegial, mas não fui direto para faculdade. Ah, não? não.

Demorou um pouquinho. Aliás, demorou um <laughs> bom tempo. É porque meus pais não tinham condição de pagar, né? Eu tentei Universidade Pública, mas não consegui, uhum. Prestei us pê, acho que umas duas vezes, uhum.

Aí, quando eu tive condição de poder pagar a faculdade, eu... eu fiz o vestibular de novo.

Isso foi quando? Eu entrei na faculdade em Em dois mil, tá, vai fazer dez anos já. Quer dizer, eu me formei em dois mil e três, né. Comecei em dois mil, o curso terminei em dois. dois mil e Então essa vontade de ser jornalista já vem desde garoto já.

Tudo que eu estou falando aqui eu falei para eles, ãh Aí o título da matéria foi assim, Jornalismo na Veia, ãh, que já vinha desde desde garoto mesmo, ãh
Mas o que você queria fazer com o jornalismo?
Porque você foi... Olha, a minha área é a área cultural. Área cultural, né? Então eu sempre sou mais voltado ao jornalismo cultural, aham, não é?

Porque na faculdade na faculdade eu conheci várias pessoas, várias pessoas que já trabalhavam na área, uhum.

E conversando, né? Assim, conversa daqui, conversa ali. Ah, você não quer fazer uma coluna de música para mim? ãh Claro, para mim vai ser um prazer. E essa coluna já tem dez anos agora. Comecei a escrever em dois mil, vai fazer dez anos agora, em março. Então eh... eu abordo música, né? Nas suas... todas as variantes. Pode ser popular, pode ser sertanejo, samba. E essa coluna, ela é semanal, sei

Então, estou ligado à cultura mesmo, né? tá

Até foi assim, uma coisa levando à outra.

E era o penúltimo ano da Irundina. Eu prestei em noventa e um o concurso e fui chamado em noventa e dois para a prefeitura, sei.

Aí estava conversando com a... Ah, você veio receber sua sua nomeação hoje, né? Falei, tá, tá. Aí ela procurando assim nos fichários, não tinha computador na época, né? aham. Nos fichários mesmo, assim, né? Ah, vamos ver uma vaga para você aqui. Quer ir na saúde? Não, saúde não. Tá. Quer ir na Secretaria de Transportes? Tá, onde que é? É lá na Nações Unidas. Longe para caramba. Falei, nossa, não. <laughs> Essa não. Procura alguma outra coisa aí. Ah, tem uma vaga no Centro Cultural.

Ela falou, é. Estou nessa! Claro, estou nessa!

Mas eu comecei a frequentar o Centro Cultural em oitenta e sete, antes de entrar lá, aham. E sempre achei um lugar maravilhoso, né? De pesquisa, todas aquela aquelas rampas, aquela arquitetura toda é maravilhoso.

Até me mexi na cadeira, claro, com certeza, nossa! <laughs> Ela ficou assim, nossa, mas que alegria é essa?

Trabalhar lá para mim vai ser uma honra. Aí eu fui trabalhar lá, mas não diretamente na área eh de cultura, fui trabalhar no almoxarifado, né, sei. Aí, assim, associando uma coisa a outra, que eu estava com banda na época ainda, né? Pensei assim, ah, de repente eu vou, posso conhecer as pessoas aqui, arrumar um show para mim aqui dentro, né? Vai saber, né? Então, uma coisa pensando na outra, né, uhum. Só que a banda acabou. Não rolou o show lá. Mas aí, felizmente, né? Eu conheci algumas pessoas lá dentro que me levaram a trabalhar no setor de comunicação.

Então rolava, a gente fazia eh divulgação dos eventos lá, né, e tocava música. Eu lembro até que toda sexta-feira, quando eu chegava de manhã, eu tocava aquela música do Leandro Leonardo. Hoje é sexta-feira! O pessoal ficava meio pê da vida, né? <laughs>

Aí, tocava essa música toda sexta-feira. E, então eh... a gente tocava a música, entrevistava os artistas, até mostrei algumas fotos, né? Entrevistava os artistas e fazia divulgação nos eventos do Centro Cultural.

Então, fiz o o curso de locução, E isso foi em noventa e cinco, que eu fiz o curso de locução. Aí só fui começar a fazer jornalismo em dois. Mas agora já está tudo realizado.
Já, Você lembra de alguma entrevista ou ... que você escrevia, uma coisa especial, assim? a...
Ah, várias, várias. Uhum.

Renato Teixeira é uma figura sensacional, simpaticíssimo, naquela simplicidade caipira dele, né? Um cara genial, simpaticíssimo. Toquinho também é uma figura maravilhosa, porque ele gosta muito do futebol, né?

Adora falar de futebol. Eu conheci o Otto, que era do Mundo Livre S.A., que é muito muito simpático também. Entrevistei atrizes, também atores, né, gostei Gostei muito de entrevistar todos. Acho que toda entrevista é especial, né. Eu vi uma vez um cara falando assim, não lembro qual jornalista, que quando, acho que foi o meu ex-professor de redação, hum Quando ele está com o entrevistado, Ele ama o entrevistado, ãh, né Aquele momento ali, que ele está com com a pessoa, ele ama de paixão a pessoa. Você me ama? <laughs>
<laughs> Que bom!
Então, é isso. Todas as entrevistas que eu fiz, eu adoro todas.

Amei, amei mesmo. É tão gostoso, assim, você pega cada cada experiência de vida, né? Hum. Mas esses caras assim, como o Renato Teixeira, que é um cara que tem uma experiência de vida maravilhosa, né? Um cara, um gênio, né? O que que te chamou a atenção? ah... A simplicidade dele, ãh ãh o fato de ele ser aquele... É um cara simples, uhum. É um cara simples, né? Assim, que para compor romaria não precisava fazer mais nada mesmo, né? hum Só romaria já vale por toda a obra dele. Então, eh cada entrevistado tem a sua peculiaridade, sua característica e vale a pena se conhecer as pessoas, assim, a experiência de vida de cada um, né, aham. É muito gostoso.
E do que você escreveu, assim, você lembra? É, o... Que você gostou muito, que deu um efeito... É, eu estava falando com as meninas aqui, né?
Sabe que, além de vocês, tem a cê bê ene, né? Que faz aquele contar sua história, uhum. E tem também o...

Hum, você conhece?

Inclusive, em março de dois mil e oito, um ano retrasado, eles lançaram o livro, é, eu lembro Eles lançaram o livro, que foi uma festa lá na Sala São Paulo, aham Foi demais, assim, sensacional e E dois textos meus estão nesse livro. Né, eles estão prometendo agora para dois mil e dez uma segunda edição, com novas histórias, né.

E acho que ficou bem legal, hum, falando assim sobre... Começa assim, né?

Foi um texto bem legal que que eu que eu fiz que está no site.

É, só pelo fato de ter nascido aqui. A gente tem que ter orgulho do lugar em que veio. Aham, como eu falei para elas, se eu tivesse nascido no interior, lá de Pernambuco, no Agreste Nordestino, eu teria orgulho de ser pernambucano, uhum Teria orgulho de ser baiano, teria orgulho de ser sei lá, norueguês, polonês, onde quer que fosse. Eu tive a felicidade de nascer aqui, então adoro.

Eu acho que adoro e não quero sair daqui tão cedo, ãh, só quando morrer, né, ah

Como é que você usufrui aqui?
Vou muito em cinema. Cinema!

Faz um tempinho, né?

Exibia uns filmes cult, né? Eu fui muito com a minha esposa até meio dos anos noventa, a gente foi ainda, né? Depois passou a exibir filme erótico e depois fechou.

Eu sou cinéfilo, adoro cinema, então ia bastante.

Tomara que isso aconteça para as outras salas ali também.

O Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, que é muito legal.

Tem. Tem tanta coisa legal que vale a pena se usufruir, que você pode aproveitar. Eu, sempre que eu posso, estou indo, né? E levo a minha filha também. Quero dar para minha filha uma bagagem cultural, sei, bem interessante também. Quarenta anos em duas horas, será que é fácil?

É, porque... Nossa, eu toquei em bandas, assim, de vários estilos, né?

Foi na época da da lambada, né? aham. A gente tocava aí... E, paralelamente, a gente conhecia outras pessoas de outros estilos. E tinha até algumas vezes que faltava o vocalista, tinha que fazer as as vezes de vocalista, né? ãh Então eu cantava com aquela voz... E quem que você se inspirava? Nessa nessa época tinha o Metallica, né? O próprio Sepultura também, que canta com aquela voz gutural, parecendo um urso, né? Um urso bravo, então... Só que felizmente eu parei de cantar, porque senão podia me dar um problema nas cordas vocais. Aconteceu com um amigo meu, porque você pode parecer que não, mas esse tipo de voz, você tem que ter técnica também, não é só berrar, aham.

A banda do cara, assim, inspirada em Slayer, Metallica, Sepultura, e o cara tinha que fazer esse vocal forte, né?, aham Chamava Allan, né? Aí a gente trocava, assim, muitas ideias e um emprestava instrumento para o outro, emprestava amplificador, então era aquela coisa, assim, de irmão, né? E esse cara fazia esse vo, tinha essa banda... de Thrash, e cantava assim, sem técnica nenhuma, né? Só berrando, berrando, berrando, berrando, berrando, aí eu fiquei um tempo sem vê-lo, depois de um tempo que eu vi, e aí, como é que está aí a banda lá? O que que deu lá? Aí, pô, cara, tive que parar de cantar, porque começou a me dar um nódulo nas cordas vocais, quase que eu perco a voz. Aí assim, se, mesmo esse vocal thrash metal, o cara precisa ter uma técnica. Não é só botar a voz lá para berrar, que senão complica as cordas vocais. O cara parou de cantar porque estava dando problema na na nas cordas vocais dele. Apareceu calo na nas cordas vocais. Aí eu parei também. Estava indo para o mesmo caminho. Falei, ah, então deixou antes que eu me complique aqui, né? <laughs> Antes que, né? Me complicar e danificar os ouvidos alheios, né? Então é melhor eu parar. Mas, sim, acho que eu sou um razoável cantor, razoável. <laughs> Sou bom baixista.
Agora, cantor, sou razoável. E você prefere que... que esti

Parece que passou por todas. É.
É, nessa época aí, que eu te falei, Meio dos anos oitenta, que era o boom do do rock nacional. Então a gente absorvia muito rock nacional, né? Traja Rigor, Rádio Táxi, eh... Blitz, Legião Urbana, essas bandas todas e também muita coisa que vinha de fora. Hum... Então eu gostava, Gostava de Sepultura, que eu adoro. Amo, amo, amo. O show foi muito bom.

Foi, nossa, berrei, fiquei o sábado inteiro sem voz. <laughs> Foi na sexta-feira à noite, o sábado eu estava sem garganta. Tanto que eu berrei lá e Então eu gostava muito. Metallica, Iron Maiden, ACDC, Ozzy, Black Sabbah, Led Zeppelin e por aí vai. Então eu absorvia muita coisa, tanto o que estava rolando aqui quanto o que rolava lá fora.

Então eu tirava meio para tudo quanto é lado, né?
falou de sertanejo também.
Sertanejo também Quem? Ah, a gente tocava Leandro e Leonardo, né? Tocava...eh... Se bem que nessa época aí... É, tinha Leandro e Leonardo? Tinha, já tinha, já tinha, já tinha.

A gente tocava... Ah, Leandro e Leonardo, os medalhinhas aí, os medalhões, né? Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó... eh...Se bem que tem duplas caipiras que eu acho sensacionais. Como...o... aquela dupla que eu... inclusive eu tava vendo eles ontem na... Pena Branca e Xavantinho, ah Nossa, acho sensacional. Morreu um deles, não? Xavantinho acho que morreu, né? Então essa dupla eu acho sensacional. Dupla raiz mesmo, né? Raiz, não o que chamam de sertanojo aí, né? ãh, <laughs> O sertanejo raiz eu acho sensacional. Porque meu pai ouvia muito também, né? meu pai É, meu pai ouvia muito. Ele tinha uns vinis, né? aham De Zilo e Zalo, Zico e Zeca, Tonico e Tinoco, né? Então ele ouvia muito em casa. E, sim, não que eu morra de paixão pela pela música caipira, mas eu respeito. Acho muito legal porque é raiz, né? É tradição mesmo.
Então, assim, esse gosto pela pela música também vem desde de casa, desde a infância? vem vem vem do gosto da família

Vem, porque a gente sempre ouve muita música em casa. A gente sempre ouve muita música em casa, sim, ãh Meu pai com o o sertanejo. Minha mãe adora forró, vem dela mesmo, né? Adora forró, adora dançar um forrozinho, né? E aí a minha geração já é mais rock'n'roll mesmo, né? uhum Se bem que nessa nessa época aí, anos oitenta, eu só ouvia rock'n'roll mesmo. Hoje não, já sou mais eclético. Se você for na minha casa, você encontra lá rock eh, ãh, mas encontra também uma eme pê bê, encontra lá um... um world music, encontra um jazz, encontra uns discos variados, ainda tem um disco que eu adoro, adoro, adoro, que é do... chama... Indian... Indian... Indian Mystic, acho, uma coisa assim. O que que eles fizeram? O que que foi feito? Pegaram os ritos e as canções de índios norte-americanos e deram um arranjo eletrônico. Ficou maravilhoso, eu adoro aquele disco. Hoje eu estou bem mais eclético do que vinte anos atrás <laughs> Estou bem mais eclético. Eu até brinco assim. Tem disco em vinil, né? Tenho

Tem, eu vivo brigando com a minha esposa, que ela fala assim, pô, para que você fica com esses trambolhos aí em casa? Você não tem... fica guardando isso aqui? Aí eu cheguei a ter mais ou menos uns quinhentos, nos anos oitenta, uns quinhentos discos de vinil. Aí a medida... veio cê dê, eme pê três, essas coisas todas, você vai se desfazendo, né? O que é um pecado, né? Aí eu cheguei a reduzir para cento e vinte, né? Aí minha esposa assim, pô, está demais ainda, está muito disco ainda, né? Porque cem discos de vinil é mais ou menos isso aqui, né? Acho que é até um pouco mais, né? É, né. Então onde é que você vai guardar isso aqui na sua casa? Ainda mais num apartamento que é pequenininho, não tem espaço, né? Aí ela falou, vai reduzindo mais isso daí ainda, vai reduzindo mais. Aí o que que eu fiz, né? Puxa, lá no condomínio tem um amigo meu que é bem bem camarada, ele também gosta de rock progressivo, de rock, de música.

Então, o que que você faz? Guarda esses discos para mim aqui durante um tempo na sua casa e depois eu dou um jeito, né. Aí levei os discos lá para casa dele e falei, não, tudo bem, deixa comigo lá que eu guardo para você na boa. Aí os discos ficaram lá um tempão, acho que bem uns seis, sete meses.

Falei, pô, e agora? <laughs> Aí eu fui lá na casa do cara, peguei todos os discos, né, levei para casa, falei, poxa, agora o que eu vou fazer com esses discos de novo? Não quero me desfazer deles, mas também não dá para deixar aqui. Aí eu fiz uma outra seleção, aquele cento e vinte que eu reduzi para trinta, que estão em casa. Aqueles lá eu não empresto, não vendo, não dou.

E aqueles trinta que estão em casa lá, aqueles ali eu não não vendo, não empresto, não dou. Se a mulher falar os discos ou eu, aí eu vou pensar <laughs> <laughs> Aí eu vou pensar. Deixa eu reduzir de quinhentos
Para trinta está bom , né? Você você ainda tem vitrola?
Ouça na casa da minha mãe. Minha mãe tem tem lá o toca-discos. Eu não tenho eh toca-discos em casa. Embora dá vontade de comprar um toca-discos, né. O que que eu estou fazendo?

Eu levo um pouquinho para ele, ele digitaliza e passa para o cê dê. Mas, mesmo assim, o vinil não me desfaça, porque o vinil é uma coisa maravilhosa, é um clássico. Você tem ali uma capa bonita de disco, você tem um quadro. Eu acho muito, muito legal. Então eu cheguei em trinta discos ali que aqueles ali não dá para reduzir mais. Eu acho bem... cê dê a gente tem bastante, tem um pouquinho também. Então eh não me desfaça dos discos.
Tem mais alguma coisa que você coleciona, que você gosta, que você...
Não, porque o que tenho bastante em casa dê vê dê. Tem muito dê vê dê. Nossa, tem muito dê vê dê também. Que tipo de filme você gosta? Um filme sendo bom pode ser western, pode ser eh ficção. Agora, recentemente, no final de semana, eu assisti Johnny Guitar, que é um faroeste com a Joan Crawford, de cinquenta e três. Um clássico, né? E... aí um cara gravou para mim um clássico da ficção científica, que é Tarântula, que é de É uma doideira lá que a aranhinha vira um monstro gigante e começa a aterrorizar a cidade. É muito legal. Eu estava atrás desse filme pelo menos acho que uns quinze anos. Procurei no YouTube, né? Procurei nesses sites, não achei. Aí encontrei um cara lá no Rio que ele ele grava e gravou para mim. Aí assim, filme sendo bom, pode ser ficção, pode ser western, pode ser romântico, pode ser... Eh... E se bem que tem alguns filmes aí que não dá para assistir não, né? pelo menos dessas sagas de vampiros aí, não estou conseguindo assistir nenhum. <laughs> Minha filha adora, mas eu não estou com saco para assistir, não. <laughs> Nem Crepúsculo, nem... assisti o Crepúsculo, achei fraquíssimo o filme, achei muito ruim, né. Então não tenho vontade para assistir os outros, não. Tão falando muito de Avatar também, né? Eu não fui assistir ainda, mas te juro que eu não estou com vontade de assistir, não. Até morreu um cara na Indonésia, né? Dizem que o cara morreu em virtude do filme. Porque ele assistiu o filme. Dizem que algumas pessoas estão tendo dores de cabeça porque é em três dê, muitos efeitos visuais, muito isso, muito aquilo. E esse cara na Indonésia teria sofrido um derrame em virtude dos efeitos, da excitação e dos efeitos visuais do filme. Mas isso daí não... Bom, vai ser apurado ainda, né? Não pode culpar o James Cameron assim, né? Matou o cara. Enfim, filme, nossa, tem bastante coisa.

Um Estranho no Ninho, que é um filme que eu gosto bastante, com o Jack Nicholson, que é um clássico. Tem o Nossa, eu tenho tanta coisa. Show, em dê vê dê, eu tenho vários. Tenho vários, vários, vários. Kiss, ACDC, ZZ Top, que eu gosto bastante. Adquiri agora há pouco tempo um documentário sobre o Les Paul, que é o pai da guitarra, né. Les Paul é o inventor da guitarra elétrica, ah é? Ele morreu ano passado, com noventa Então, é um documentário que eu estou amando. O cara Todo mundo tem que reverenciar o cara, que é o pai da guitarra elétrica. Então Tem muita coisa

Nós nos conhecemos no Centro Cultural mesmo, ah, é? Ela é funcionária da prefeitura também, da Secretaria de Cultura.

A Casa das Retortas é uma espécie de um grande... vão transformar num museu da televisão agora.

Uma coisa assim. Está está um buchicho assim, sei. Então, ela trabalhava lá. Era um... um acervo, vamos dizer assim, uma casa de consulta de um acervo cultural imenso, né, uhum, eh...

Foi na época que eu entrei na prefeitura.

Então nós nos conhecemos ali, certo. Né, então <laughs> Foi meio... <laughs> foi engraçado demais. Então conta

Então, ãh, nós fomos convocados, eu e ela, eu não a conhecia, para trabalhar num ônibus biblioteca que iria fazer um plantão lá em São Miguel, ãh, né Aí, assim... Oi, tudo bem?

Ah, vamos trabalhar juntos hoje, né? Tá, tá. Tranquilo. Então, tá. Então, na... na hora do almoço... E aí, vamos comer o quê? Ah, vamos comer um pastel? Tomar um caldo de cana? Bem romântico, né? <laughs> <laughs> Bem romântico. São Paulo. Comer um pastel e tomar um caldo de cana numa barraquinha perto de onde a gente estava. Aí conversa vai, conversa vem, tudo bem, vamos sair? ah, Talvez, vamos sair, vamos sair

O Guns legal. Tem um não legal? Esse que está agora aí <laughs> dispensa comentários, né? Então o Guns N' Roses veio fazer um show lá no A&B, no estacionamento A&B, né? ãh Lá. E foi o nosso primeiro encontro, assim, a gente saiu, né? Choveu para caramba aquela noite. Nossa, como choveu. Choveu demais, demais, demais, demais, demais. Naquela empolgação do do show, você nem liga para chuva, né? Vamos que vamos, né? Aí a gente eh fui fomos para Mas não tivemos nada, <laughs> ela ficou num quarto e eu fiquei em outro. E... depois, assim, a gente ficou um tempo, alguma semana juntos, aí separamos, né? Entre idas e vindas, assim, foram uns dois anos, até que em noventa e seis a gente falou, vamos... a gente não é casado, assim, de igreja mesmo, né? Vamos morar juntos? Você está afim? Falei, estou. A gente se gosta, a gente se se completa, né? ãh, uhum Você sabe do que eu gosto, eu sei do que você gosta, eu sei do que você não gosta, você sabe do que eu não gosto, né? Então, acho que dá para dar dar dar um caldo, né? Uhum Aí nós passamos a morar junto com com os meus pais, mas não na mesma casa. Porque lá na minha mãe é assim, é em que ela mora em cima, com meu pai e meu irmão mais novo, e embaixo tem uma casa vazia, hum Nessa casa, no sobrado de baixo, já moraram, nossa, meu avô já morou lá, meus tios eh, minha irmã, quando casou, morou lá, já fui alugado várias vezes, então muita gente já morou ali nesse na parte de baixo da casa. Aí, como estava vazio, né, Isso em noventa e seis... junho de noventa e A gente resolveu juntar os trapos, né, sei Estamos juntos até hoje, treze treze anos já, treze anos, treze anos! E a nossa viagem de lua de mel, até mostrei para as meninas, foi para Nova York. Na época que estava bom, né? Na época que estava bom, o real valia bem mais que que o dólar, né? Então estava todo mundo viajando para fora, a gente fez as contas lá, não tinha minha filha ainda, né.

Vamos viajar? Só se for agora, né? Aí fizemos as contas lá, tiramos o visto, o passaporte e tudo mais. Ficamos vinte e três dias nos Estados Unidos, fomos para

Kissimmee, Orlando, Miami. Um amigo nosso que mora lá há muitos anos nos recebeu. Fomos para Pompano Beach, que é litoral Uma cidade litorânea da Flórida também. E de lá, a gente foi passar uns dias em Nova York. Aí foram vinte e três dias, assim, sensacionais. Depois também não viajamos mais, né? <laughs> Que aí complicou.
E o que vocês viram? O que que vocês fizeram?
Ah, fizemos o roteiro turistão mesmo, né?

Então a gente até brinca, né? Bom, o Manta aqui, o Museu de Arte Moderna, a gente brincava assim, né? Então fomos no Museu de Arte Moderna de Miami, a gente ia muito em em barzinhos, né? Barzinhos ali do centro de Miami ãh Kissimmee, que é uma cidade gostosinha também, né? uhum Você vê, a gente ficou num albergue, né? Da juventude, num albergue de beira de estrada, né? Então você sai assim e vê aqueles caminhões monstruosos que você vê em filmes, né? Passando na estrada É bem legal. Parece que você está dentro de um filme. Nova Iorque parece que você está dentro de um filme, né? Muito legal. De repente você vê um carro de de bombeiro passando e parece que você está dentro de um cenário de filme. Muito legal. Os americanos fazem muita coisa errada, mas eles são organizados.

E aí, passamos lá vinte e três dias, voltamos, né?

Alegria. A gente sabia, se fosse... Antes de saber o sexo, a gente ficava, se for se for menino vai ser João Vitor, se for menina vai ser Letícia. Quando confirmou que era menina mesmo, então Letícia.

Hoje está com onze anos.
Como é que é ser pai?
Maravilhoso. Maravilhoso. Você sabe que agora sua vida mudou, né? Mudou porque alguém depende de você. Não é apenas você. Você tem alguém ali que depende de você para tudo. para educar, para alimentar, para orientar, para dar li ensinar o que é a vida, né? Uhum. Então eh... eu adoro. Nossa, minha filha, o que eu sinto por ela, acho que foge, não tem palavras. É um sentimento tão gostoso. É tão gostoso, tão tão assim, uma coisa tão... Porque você sabe que ela é uma parte sua, é uma continuação sua que está ali, né. Então, a gente se desdobra por ela. Filha única, né? Então a gente faz tudo, a gente se desdobra por ela, procura não mimar demais, mas acho que não tem jeito, acaba mimando mesmo, né? <laughs> Então a gente faz tudo por ela. Agora ela está fazendo bateria, olha que legal. Tocando o quê? Bateria. Tocando bateria. Comprei a bateria para ela no final do ano, que ela queria, ela está fazendo curso de bateria já tem uns seis meses mais ou menos. Aí assim, eu quero a bateria, eu quero a bateria, eu quero a bateria. Falei, tá, eu vou te dar a bateria, espera um pouquinho, né? Aí comprei a bateria no final do ano e ela está se dando super bem, ãh, está se dando super bem. E... eu até falei para ela, né? Nós vamos montar uma banda, então eu, você e a sua avó, porque a minha mãe está com teclado em casa agora. Minha <laughs> mãe está com teclado, ganhou um teclado da da namorada do meu irmão, né? Ganhou um teclado Yamaha, que é um tremendo de um teclado. Falei, bom, então nós vamos fazer uma banda, né?

Então, aí é... ser pai é maravilhoso. passagem assim que te marcou? É, é uma passagem meio triste, porque

Então, hospital assim, de primeiro mundo, né, que ela foi super bem atendida, super eh eh eh bem tratada, né? Passou duas semanas muito ruins, muito, a gente sofrendo junto, família sofrendo junto, a mãe, a minha esposa passou mal, teve que ser internada também eh... A gente recebeu apoio de muitos amigos, vizinhos, amigos, parentes, todo mundo deu a força para gente. Ela passou duas semanas lá se tratando, mas se recuperou. Então, hoje a gente toma todo o cuidado com ela, Ela recebeu assim um atendimento fenomenal, sabe, a gente Os médicos orientaram, tivemos atendimento eh de psicólogos. A estrutura do hospital é de primeiro mundo. Ela foi bem bem atendida e infelizmente está bem, graças a Deus. Essa é uma passagem negativa. Agora, uma passagem positiva foi quando ela tinha... Nossa, acho que eu estava aprendendo a falar ainda. Eu estava aprendendo a falar. Aí eu peguei ela assim e falei, papai, papai te amo, papai te amo, papai te amo. E ela também assim, eu também te amo, pai. Isso, assim... Nem falava direito, aprendendo a falar. Naquela hora ali eu chorei. Chorei de emoção, porque é muito gostoso. É muito gostoso. A gente... A gente não segura, né? <laughs> E chora. É muito bom. Então a gente faz tudo por ela, né? Agora eu quero que ela aprenda a tocar para gente tocar juntos ainda.
O que você está mostrando
Ah...Ela gosta de rock <laughs> Ela foi com a gente no show do AC. Foi e adorou. Então assim, o que eu falo para ela, né? Os nossos pais, tanto os da minha esposa quanto os meus pais, São pessoas humildes, não tiveram uma instrução. Não tiveram Eu agradeço meus pais pela educação que me deram. Agradeço, né, agradeço mesmo, porque eu sou o que sou graças a eles, né. Mas eles não me deram uma bagagem cultural. Minha mãe está estudando agora, você tem ideia. Minha mãe voltou a estudar agora, fazendo primário, com sessenta Sessenta Ela voltou a estudar agora. Então eles não nos deram assim uma bagagem cultural.

Elas nos deram lições de vida e coisa e tal, mas não nos deram uma bagagem cultural boa. Então, o que eu estou fazendo? Tudo aquilo que eu que eu assimilo, que eu tenho, eu quero passar para minha filha, Então, eu separo lá os bons discos, eu quero que ela ouça boa música, eu quero que ela leia os bons livros, eu quero que ela assista os bons filmes. Porque tudo isso vai prepará-la para vida para ser uma pessoa Uma pessoa boa, com uma boa formação e também encarar uma faculdade legal também, né? Porque tudo isso influi também no no no desempenho para encarar uma faculdade, amanhã um concurso público, né? Então eu falo para ela assim, ó, vem cá, vem cá, olha esse livro aqui, ó. Você não quer ler esse livro ainda, tipo, mil novecentos e oitenta Eu tenho esse livro lá em casa que eu quero que um dia ela leia. Tem o... nossa, tem o Siddhartha, do Herman Hesse, né? Então, esses livros eu estou guardando para ela, para uma hora que ela precisa ler, para uma faculdade, para um... para ela mesma, né? Para ela ler, ter essa bagagem, essa cultura de vida, uhum. Então, eu chego com um disco novo em casa lá. Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ouvir esse cara. Escuta esse baterista. Olha como ele é bom. Está ouvindo? Escuta esse baterista. Para tudo isso, para ela ter... Somar para vida dela acho que é isso, acho que está indo bem meio rebelde acho que é da idade mesmo, né? O que que ela faz de rebelde? ah, <sniffs> por exemplo eu não suporto que ela fica horas e horas na internet, né, fica horas e horas conversando lá está na internet, está com os coleguinhas no eme esse ene conversando com com com outros no Skype então fica aquela loucura e fica assim Horas e horas (estralo de dedo) Eu vou trabalhar, eu pego ela na escola a meio dia, dou o almoço para ela e vou trabalhar. Ela está na na internet. Quando eu volto para casa, ela está na internet ainda. Poxa, é um absurdo, né? É um absurdo. Internet é uma coisa maravilhosa, né? Que veio para somar, né? Um grande veículo de comunicação, mas a pessoa também não pode ficar refém da internet, né? Então aí eu falo, desliga esse computador, desliga esse computador, desliga esse computador. Quando ela não não não me ouve, eu já parto para ignorância mesmo. Aí brigo, desligo o computador, tiro da tomada, desligo e falo assim, se você... A internet é uma maravilha, você vai precisar para a sua formação de vida, mas não se torne refém do computador, da internet, né. Procure outras coisas. Como eu falo dos livros que eu estou separando para ela, que eu quero que ela leia ãh dos discos que eu quero que ela ouça, de tudo isso. Às vezes a gente briga por causa disso, mas consegue contornar. Acho que o amor supera tudo.

Nós já fomos umas duas ou três vezes na Galeria do Rock, ãh, que ela adora ir. Então, toda vez que a gente vai lá, ela quer uma camiseta nova, né, quer um botton novo, quer um disco, assim, de repente, que eu não tenho ainda, que ela queira. Então, a gente vai muito na galeria. Agora, cinema também, a gente vai demais, uhum. Cinema, nossa! Esses filmes de animação aí, a gente assistiu praticamente todos. Carros, Incríveis, Ratatouille, a gente já assistiu todos. Sempre que sai um assim, eu falo, você quer assistir? Ele fala, eu quero, então a gente vai. Acho que o próximo agora é o Alvin e os Esquilos Dois. A gente deve assistir essa semana agora. Vamos ver. É aquela coisa, né? Preparando ela para o futuro. que eu falo para ela assim, como eu falei, a gente não vai estar aqui para sempre, um dia você vai ter que andar pelas suas próprias pernas, né. E a gente percebe assim que já entre Elas, né? Bom, acho que a vida é uma interna competição, né? Não só na vida profissional como em tudo, né? Então, assim que entre elas ali, a turminha dela, há uma competição, uma quer ser melhor que a outra, uma quer ser mais bonita que a outra, uma quer isso, quer aquilo. Eu falei, bom, se é assim, então quero que você seja melhor profissionalmente. Ela ainda não escolheu o que... Outro dia tava dizendo que queria ser... fazer moda. Falei, hum, maravilha, se você quer fazer moda, então nós vamos... batalhar a faculdade de moda para você. Mas aí, já começou a mudar o discurso, já, <laughs> Está meio assim, ah, não sei o que eu quero fazer da vida. Mas tem o seu tempo ainda, né? Tem bastante tempo. eh. <laughs> Tem o seu tempo.
<laughs> Você quer fa Mais uma pergunta? Não, não. Então, e aí, qual é o futuro? Qual o seu sonho?
Puxa vida. Como jornalista, como pessoa, como... Como você quiser. Como pessoa é isso, né, como cidadão, como pai, é dar o melhor futuro para minha filha. Está sempre ali ao lado dela, apoiá-la no que ela decidir fazer, orientá-la para que ela tenha uma um futuro feliz, né, profissionalmente, emocionalmente, eh... que tenha um... que siga uma direção legal na vida, que tenha uma boa diretriz, que tenha os bons padrões, eh valores morais, padrões de ética, que seja uma pessoa de bem, uhum, no popular, que seja uma pessoa de bem, uhum. E, como jornalista, ainda quero escrever um livro, se tudo correr bem. Um livro? É. Ah, puxa vida, nossa, eu estava com uns projetos aí, mas, infelizmente, não deram certo. Eu estava escrevendo, comecei a fazer um um uma ficção, sobre o exército republicano irlandês, o Ira, que olha só que doideira, eu tive um sonho, um tempo atrás, de tanto assistir filme de ação, de... de um cara que ele era militante do Ira, né, brigando pela libertação da Irlanda, a separação do Reino Unido, né? Então, eu sonhei que, assim, um cara que ele era militante do Ira e o pai dele era inglês eh... súbdito da rainha, favorável à permanência da Irlanda como parte do Reino Unido. Então, surgia esse esse esse embate entre pai e filho. Aí eu meio que comecei a botar isso no papel, né, comecei a botar isso no papel, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, cheguei a fazer acho que uns quatro ou cinco capítulos e perdi esse material. Meu computador deu pano e não consegui salvar <laughs> Perdi esse material todinho, assim Fiz uns quatro, cinco capítulos bem legal, bem legais mesmo. Fiz assim, eh eh Fiz uma pesquisa minuciosa sobre o Ira, quando surgiu o ira, o porquê dos atentados, o intuito de separar do Reino Unido, protestantes, cristãos. Fiz um tremendo trabalho de pesquisa, botei no papel, criei personagens com características físicas, com características eh eh pessoais, né, de caráter. Ficou super legal e eu perdi esse material. Uma pena.

Agora estou tentando rememorizar, buscar tudo para ver se eu dou continuidade. Aí eu comecei também a participar de um concurso literário eh eh fazendo um conto de ficção científica, hum Só que não deu tempo de terminar, o concurso expirou e eu não acabei. ainda quero terminar. Ainda não acabei, porque também fazer um conto de ficção científica é uma coisa que envolve muitos termos técnicos, né? Até pedi uma ajuda para um amigo meu que falou assim, vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá.

Ele é fã de rádio novela, então ele fez uma uma rádio novela de ficção científica. Ele, assim, ele acho que vai colocar na internet, sei. Colocou na internet, apresentou para algumas rádios, mas não tem rádio que faça mais radionovela hoje em dia, né? Pelo menos eu não conheço, né.

E acho que vai colocar o conteúdo todo na internet. Aí eu pedi ajuda para ele e falei, ah, se der tempo eu te ajudo para fazer essa sua história aí. Então está meio engavetada lá, esperando também da continuidade. Então é assim, é uma coisa que eu quero fazer, se tudo correr bem.
Você gosta da ficção?
Gosto, gosto.

Gosto, adoro. Star Wars, Jornada nas Estrelas, Flash Gordon, gosto muito desse... Ficção científica, é como eu falei, o filme sendo bom, o enredo sendo bom, eu gosto. Não importa o que seja. Até esses dias eu estava na televisão eh, em frente à televisão, e comecei a assistir um filme com o Heath Ledger, o Batman, o Coringa que morreu. Acho que foi um dos primeiros filmes dele. É uma comédia romântica, assim, eh chamada dez coisas que eu odeio em você. Bem legalzinho esse filme. Estava lá, assim, ah despretensioso, sem fazer nada em casa, assistindo. Aí comecei a assistir o filme e achei tão legal <laughs> Achei bacaninha, sabe aquela coisa de comédia romântica de adolescente, sabe? Bem legal. Se o enredo é bacana, se o enredo é bacana, bem dirigido, o resultado deve ser bom. Então eu gosto de filme bem feito.
Então o teu sonho é escrever um
Espero que role ainda. Como jornalista, é. É, não sei. Estamos... Estamos, é... Está no embrião, né? Vamos ver se a gente conseguir dar até patrocínio, né? Também tudo isso influi, né? E é um é um É um objetivo meu ainda. Você gostaria de falar mais alguma coisa que não falou?
Eu acho que...
Bom, o que eu posso dizer é que eu adorei <laughs> Adorei participar.

Espero ter contribuído com vocês. Vocês tenham gostado também. Vocês tenham me amado, né, <laughs> <laughs> Me amou também <laughs> Então, que foi um prazer participar.
Por que você gostou? O que aconteceu com você? durante esse tempo?
O trabalho que vocês fazem é maravilhoso, ãh

É tão rico... Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história.
Mas com você, como é que foi?

abrir Como eu falei, acho que eu sou um bom entrevistador, aham Entrevistado, não sei se eu sou tão bom assim. Então, você poder rememorar, fazer um flashback, né, um quadro a quadro da sua vida, mostrando essa trajetória de quarenta e poucos anos em alguns minutos, é tão gostoso. É tão gostoso, assim Espero não ter sido maçante para ninguém <laughs> E quem um dia ouvir também não ache maçante. Eu me sinto super bem. Gostei mesmo.

E aí a gente vai vai continuar, vai te dar a gravação, né, uhum, desse momento e... ver uma forma depois de colocar na internet, né, de divulgar essa história aí, ah, para que outros possam também te ouvir.
Sim, se eu de alguma forma contribuir para para alguém, para o enriquecimento de alguém, para o crescimento de alguém, para mim vai ser um prazer. Prazer, muito obrigada.

Falei assim, qual que você acha que é legal para gente divulgar lá, né?

Que o transporte fluvial não existe, né?

É quase que esgoto a céu aberto, uhum Então eles têm esse esse esse objetivo de transformar o rio, despoluir o rio, quem sabe um dia, e torná-lo torná-lo navegável.

Cheguei em casa depois do trabalho e fui logo falando para minha esposa.

Ela não entendeu nada e fez cara de interrogação. Como assim, um passeio num navio? Só se for no Rio Sena. Não exatamente no Rio Sena, mas tenho certeza que você vai gostar. Respirei fundo e disparei.

Ela arregalou os olhos e falou, você só pode está louco. Imagina que eu vou entrar num barco para para para nave navegar no meio da sujeira. Ela falou querendo encerrar o assunto. Mas eu persisti e expliquei do que se tratava.

Outro objetivo é educar as futuras gerações de que o rio pode voltar a ter beleza de outrora quando recebia diversas competições de de natação. É triste imaginar que até os anos quarenta o Tietê não era poluído e que suas águas eram o habitat de várias espécies de peixe. Infelizmente, com o tempo e o crescimento desenfreado da cidade, o Tietê se transformou num depósito de lixo e esgoto a céu aberto.

Seu leito, ou calha como preferem os o especialistas, era totalmente irregular e com as chuvas transbordava facilmente, inundando as marginais. Os trabalhos realizados foram de uma precisão extraordinária, hoje a calha tem uma profundidade de três metros, mas que permitiu que nosso passeio fosse realizado com segurança. Como se sabe, o rio serve de lixeira. Muitas pessoas não se preocupam com o que pode acarretar o acúmulo de material orgânico ou inorgânico em suas águas. Para se ter uma ideia, dois dias antes do <coughs> perdão, do nosso passeio tinha chovido muito e isso fez com que centenas de garrafas pete se acumulassem na margem próxima à ponte Júlio de Mesquita Neto, que foi o nosso ponto de partida. E falando nisso, um dos um dos destaques do projeto eram as gigantescas garrafas pete expostas nas margens do rio. Criadas pelo artista plástico plástico Eduardo Surur e feitas de vinil, elas ãh, as mais de vinte garrafas, segundo me informaram, foram eh recicladas depois de fim da exposição. E... é interessante que essas garrafas foram transformadas em cobertores e vassouras. Aliás, foram distribuídos aos passageiros livretos explicativos falando da importância de reciclar as garrafas pete. Com duas é possível fazer uma camiseta e com quatro se confecciona uma calça.

Foi um passeio incrível porque o percurso durou pouco mais de uma hora.

Viagem ao centro da terra da Garoa.

Aclamado em belíssimos versos, a região central é um misto de glamour e desilusão. Aquela que já foi uma das mais nobres áreas da capital paulista hoje agoniza com o descaso dos nossos governantes.

Que tempo bom que infelizmente não vai voltar.

Mas uma coisa que a princípio pode parecer boba, me marcou mais que qualquer outra coisa. Sabe o quê?

Originais na década de vinte e fabricados no Canadá e Europa, os postes no estilo São Paulo Antiga estão presentes em três pontos da cidade. No centro, o Museu do Ipiranga e no Parque Trianon. Embora apareçam deslocados no tempo, estes gigantes silenciosos ainda possuem um um encanto que cativa quem os vê. Ao cair da noite, suas lâmpadas acendem e a luz se faz presente, trazendo tranquilidade. É realmente incrível a nossa memória efetiva. Imagine um menino de sete anos impressionado com postes de luz. Outro dia, lendo as notícias no jornal, os postes históricos foram destaque, mas infelizmente de forma negativa. Segundo o Departamento de Iluminação Pública, o Ilume, vinte por cento das mil quinhentos e onze iluminarias antigas existentes na cidade já tiveram suas placas de ferro fundido roubadas. Este ato abominável já causou um prejuízo de sessenta mil reais para a Prefeitura. Ainda de acordo com a reportagem, estas peças, que são parafusadas próximas ao chão, são vendidas a menos de real em ferros velhos. Cada placa pesa cerca de cinco quilos mas como a situação do mercado não é boa, as vendas têm sido fracas. Antes da modernização do sistema de iluminação pública, os geradores de energia eram localizados na base dos postes, protegidos apenas pela placa de ferro, que deveria ser constantemente aberta para a manutenção do aparelho. Frequentemente esse esse equipamento também era furtado. A reposição das das peças roubadas vai ser caro, em torno de duzentos reais cada uma, em virtude de terem sido fabricadas fora do Brasil há muitos anos. Uma das alternativas pensadas para proteger as que ainda não foram furtadas, cerca de mil e duzentas, seria soldar as peças às bases, mas isso ainda tem que passar pelo crivo dos técnicos. Espero que uma solução seja tomada, pois tenho apreço por essas luminárias que povoam as minhas memórias infantis.

Algumas pessoas devem ter me achado meio biruta. Mas não é nada disso, gente. Só estou tentando cuidar de algo que me traz boas lembranças. É... Meio loucura, né? Eu acho lindo aqueles aqueles... os os luminárias. Acho lindo, lindo, lindo.
E como é que é ver a sua história publicada num livro? Ah, faz bem, né.
Faz muito bem para o ego, faz muito bem. A gente mostra, assim, que tem um valor, né? Tem um valor para alguém que tem a ver com a história da cidade, que isso De repente, cabe essas pessoas que fazem isso, que roubam, no caso, as placas de ferro dos postes. De repente, alguém lê, que cai na cabeça da pessoa e pensa assim, pô, não é correto o que eu estou fazendo, uhum. A situação não está fácil para ninguém, mas não é correto também ficar roubando patrimônio público, né? uhum. Se isso, de alguma forma, ajudar a conservar um patrimônio, que eu acho maravilhoso, né.

Que traz assim, Não, o o resgate de uma cidade que não existe mais, aham, não existe mais, aham. Mas aí também você fica pensando assim, ah, você pensa por esse lado, pô, não tem mais aquele glamour de que tinha nos anos quarenta, nos cinquenta Então a gente tem que viver a cidade hoje para o futuro. Então se der para manter um pouquinho daquele glamour, maravilha. Vai fazer bem para nós e para todo mundo, e para cidade, né? uhum.

Vocês gostaram?
Nós gostamos muito.